Bom dia, dona Maria. Bom dia. Obrigada por senhora ter vindo. Imagina, é um prazer.
A senhora poderia falar seu nome completo?

e seis. E a senhora nasceu qual local de nascimento?
Botucatu. Estado de São Paulo, né? Isso, interior de São Paulo.
E a senhora poderia falar o nome dos seus avós e dos seus pais?

Que ele é de São Paulo. Quer dizer, ele era de Botucatu, mas depois ele veio morar em São Paulo. Agora, meus avós paternos são de eram de Campo Limpo Paulista, né? E Uma cidade gostosa, né? Que eu passei grande parte da minha infância lá com com eles, né?
Campo Limpo Paulista ou fica perto da onde?
Fica perto de Jundiaí, são duas estações de trem, né? Ãh Antes de Jundiaí.
E qual era o nome deles?
Do meu a do meu meus avós?

Que eram seus avós paternos.

Seu avós maternos... Porque ah a mãe da minha mãe faleceu quando ela tinha nove meses. E depois o meu meu avô veio embora para São Paulo, constituiu outra família, né? Então Não, eu vim conhecê-lo já era mocinha quando eu vim morar ãh na Lapa, né? Que eu vim conhecer
E os seus pais?
Então, a minha mãe... nasceu em Botucatu. Ela eh foi criada pela avó, porque a mãe faleceu, né? Ela foi criada pelos avós e eles eram uma família assim, abastada, tinham poder aquisitivo bom, né?

Ela era modista né, trabalhava, mas quase que mais porque ela gostava, porque não tinha necessidade, né?
Isso é sua mãe?
Minha mãe.
E qual que era o nome mesmo

E meu pai, meu pai mora eh era de de Campo Limpo e trabalhava na ferrovia, né? E foi transferido lá para Botucatu, E foi ali que eles se conheceram. E o nome dele, qual era

Só que o meu pai era assim, ferroviário, ãh como é que eu digo, ganhava pouco, eles tinham um ele não não tinha, assim, um um grande salário, né? Conheceu a minha mãe, que era uma pessoa que que tinha posse, né? Porque os avós eram bem. Aí se conheceram e casaram. E a minha mãe teve passou de de bem <laughs> para quase pior, né? <laughs> E aí ela não quis ficar mais lá em Botucatu, porque ela era muito conhecida e ah se constrangeu, né? De Naquele tempo, o pessoal dava muito valor ah à classe né da pessoa. E aí eles vieram morar na casa do ah na casa minha avó do da minha avó, do que aí já não tinha mais meu avô, em Campo Limpo. Aí eu fiquei lá até cinco anos, na casa, morando com a minha avó, com a minha mãe, meu pai e minhas a minha avó. Isso em Campo Limpo? Campo Limpo.
Só voltando um pouquinho, Dona Maria, senhora lembra com quantos anos a sua mãe casou?
A minha mãe, Vinte e quatro, vinte e quatro. Ela era bem novinha. É. E e meu pai era, acho que, oito meses mais novo que ela, né? Aí eles ficaram lá em Campo Limpo por até hum uns cinco anos. Mas, como meu pai trabalhava aqui na Barra Funda, eles vieram para
Ele trabalhava na ferrovia.
Trabalhava no escri no no armazém central, né? Ali da E aí a minha mãe começou a trabalhar por necessidade, né? Teve oito filhos, ela.

Eu sou a terceira. Quer dizer, dois nós os três primeiros nasceram em Botucatu. E depois os outros cinco foram em São Paulo, né? Mas ela era muito assim, debilitada. Eu não a conheci com saúde. Sempre meio, né? E Então, ela trabalhava bastante. Aí a gente veio morar na Lapa. Eu morei na Lapa até dezesseis anos. Foi... Dez anos, né? Deram onze anos na Lapa.
A senhora veio para Lapa a senhora tinha quantos anos?
Eu tinha cinco anos. Aí eu come aí eu fui para escola, né? Comecei a estudar. Estudava ali na... Guilherme Kuma, um colégio muito bom que tinha ali, né? Mas não deu, eu fiquei, só fiz os quatro os quatro anos e até ganhei um curso de ginasial, quer dizer, meio, né? Porque naquela época não não tinha muita escola pública, assim, de depois do do primário, né? Mas aí não não deu, aí eu optei pela costura. Comecei a costurar eu bem novinha, com dez anos eu já... Ajudava a minha mãe, com quinze anos eu já estava trabalhando profissionalmente mesmo, né? Que meu pai não não admitia que eu traba que a gente trabalhasse fora.
E a sua mãe quando começou a trabalhar era na costura, porque ela era
É, ela sempre costu e a Aí eu aprendi com ela, mas como eh um diploma era indip indispensável, né? Eu fui, fiz uma escola e aprendi a costurar, bordar, enfim...
E, Dona Maria, a senhora lembra onde a senhora fez esse curso? Era um curso de costura.
É. Era ali na rua Barão de na rua Nossa Senhora da Lapa, numa escola profissional americana. Muito boa. Aprendi a cos a costurar, bordar, né? Mas, na verdade, eu queria mesmo era ter feito um... Estudar, né? Ter uma uma uma cultura melhor, mas não deu.
E assim, assim só para a gente conseguir ver essa época né, como que era Lapa nesse período que a senhora mudou?
Ah, era bem diferente. Tinha a porteira, ali onde tem o viaduto, era uma porteira. A Rua Doze a Doze de Outubro né era uma rua assim muito movimentada, pelo menos o sábado e os domingos tinha o passeio dos jovens né. Eu frequentava a Igreja da Lapa. Era muito legal, eh era bem diferente do do que é hoje, né?
E tinha muita gente que morava assim no bairro ou eram poucas casas?
Não, a aonde eu morava ela era todinha, tinha hum casas, né, em toda a extensão da rua. E o meu pai, de além de trabalhar na na ferrovia, ele trabalhou no teatro, que hoje nem existe. Era um teatro Boa Vista. Acho que era na a Ladeira, Porto Geral. Ali próximo, né? Ele era indicador. Então ele ganhava ãh ingressos, né? Às vezes ele dava para alguém. E me levava. Eu ia aos domingos, Então, com ele me levava e me trancava no camarote, porque eu era menina, né? Devia ter uns uns dez anos. E eu para assistir às peças. Então, da do que das peças que eu assisti, que eu me lembro, era com o Procópio Ferreira, né? E eu não não tenho lembrança, assim, do de outras, né? Mas foi muito legal. Tive uma infância muito... Muito boa. Nossa, meu pai era assim um paizão né para mim. Eh e Era queria bem os dois, mas meu pai era muito meu amigo. Ele me levava a passear até até cinco, seis anos, porque depois nasceu minha irmã aí eu tive que dividir. Eu tenho mais tinha duas irmãs, uma faleceu faz sete anos,
Eram só três mulheres com a senhora?

Os outros eram todos homens.
Quer dizer, nosso foi sobrevivente foi as três mulheres, mas a minha mãe teve ãh quatro homens e quatro mulheres, oito filhos. Mas ela não tinha muita saúde, né? Naquela época era difícil. E a senhora falou que o seu pai era apontador, ex-indicador. Indicador.

Eh Que ele pega uh o público na porta e vai ah levando nas cadeiras levando nas cadeiras, ah nas nos camarotes, né? Ele trabalhava, das acho que das dez até as duas da manhã.
Mas isso eram todos os dias ou só no fim de semana? Todos os dias. Todos os dias. É. E a senhora só ia no domingo? É, só
Só no final, é só no domingo. Mas isso, assim mesmo, não era todos os domingos. Mas eu, com quatorze anos, eu comecei a namorar.

Porque era era assim era um rapazinho que veio veio para São Paulo, ele é meu marido era da Bahia, né? E aí ele veio para São Paulo e foi morar numa pensão ali na na rua que eu morava. E ele trabalhou na Cimes, ele era... ele ele montou a firma, que ele começou montando as as máquinas, né? Depois aprendeu o ofício e ficou como enrolador. E aí nós moramos quatro... Três anos e meio.
E ele tinha quantos anos quando a senhora conheceu? Porque a senhora era uma menina com quatorze
anos. E ele tinha dezessete anos, eu tinha quase quinze, né? E aí, mais mais depois por isso mesmo, meu pai não deixou mais eu es estudar. Porque eu tinha ganho um curso numa escola, acho que no Brás, eh continuação da da de costura, então era desenho de moda, essas coisas. Mas eu desisti de de estudar para ficar namorando, né?
E assim, a senhora podia contar para gente assim como foi que a senhora conheceu ele, né? Que ele morava na mesma rua que a senhora. É
Então, eu como eu eu costurava, bordava, a dona da pensão onde ele morava, ele é ela era minha amiga. Então, eles marcavam as roupas dos dos hóspedes, né? Da Para poder não misturar. Naquela época, meu namorado ele era muito, assim eh... Como é que fala? Vaidoso, né? Então, ele gostava das camisas bordada, do lenços bordados. E eu comecei a... Já bordava para dona da pensão, comecei a fazer monogramas nas camisas, nos lenços. E a gente se conheceu, mas... Meu pai não queria, né?
Mas sei lá. Aí foi. Mas vocês namoravam, todo mundo sabia? Ou era Ou no começo era escondido?
Não, a minha mãe sempre soube. Meu pai que demorou um pouquinho mais a saber, né? Mas ãh meu pai minha mãe sabia que a gente E nós fomos morar em Campo Limpo. Eles construíram uma casa que até hoje eles têm lá, né? E nós fomos morar lá em Campo Limpo. Meu namorado foi atrás.

né? Até que... Ah, a senhora vai contar essa história direito para nós.
A se a senhora foi morar em Campo Limpo com quantos anos?
Com... Acho que com dezesseis, quase dezessete anos, né? Fui morar lá. E e e meu pai não queria nosso namoro, porque eu era criança, né? E E ele também. Se bem que ele traba era trabalhador, uma pessoa honesta, tudo, mas... E aí meu pai falou para ele, falou, oh nós estamos construindo uma casa lá em Campo Limpo. Quando a gente quando a gente for morar lá, você vai... Se você quiser, você vai para lá. Então, ele fez assim uma prova, né? Se ele gostasse mesmo, ele iria. Eu sei que a gente mudou numa sexta-feira, no sábado ele já foi para lá. Já foi para morar?

Não, foi para visitar. Para visitar. Ia e voltava, né? E naquela época era difícil, porque uh as a condução era assim, de manhã, de de de tardezinha, de noite, não tinha como, ãh como que fala, escolher muito, né? Então, lá no princípio ele ia, E voltava, depois aí ele foi adquirindo confiança, né? Meu pai falou, oh então você fica aqui do de sábado para domingo, né? Mas ele gostava muito de dançar, né? Ele era assim meio boêmio, né? E eu não ia, porque meu pai não deixava, mas ele ia. Ele não não queria nem saber, ele ia. E qual que era o nome dele?

Edésio.

Eu sei que uh com dezoito anos eu me casei. Você se casou com dezoito? E a senhora morava lá em Campo Limpo, Paulista? É só que eu me casei na Lapa, né? Porque meus pais não queriam, então a gente casou meio que contra a vontade. Mesmo contra a vontade do meu pai, da do dele, dos dois, mas da minha mãe, que ela falava que sonhava uma coisa melhor, né? E como de fato não foi fácil. Mas ele era uma pessoa boa, né? Não deixou nada a desejar, né? E ele continuou trabalhando na Cimes, é isso? Então, ele trabalhou dez anos na Cimes. Quando ele estava para completar os dez anos, eles mandaram embora. Aí Mas aí a senhora já tinha casado com ele, né? Já, já tinha a mãe da senhora. Tinha a Cibele, que era mãe do que E aí ele veio ele foi trabalhar, naquele porque ele não tinha também ãh instrução nenhuma né, ele acho que nem primário, sei lá, mas ele era uma pessoa inteligente. E, pelo pelo tempo que ele trabalhou na Cimes, ele entrou na Brombovéria, assim a Brombovéria ali na em Osasco. Ele entrou lá... Só com com as referências da ca da carteira, não precisou fazer passar pela por prova, nada né. Trabalhou mais nove anos lá na Promover. Aí eu mo aí eu vim morar em Osasco. Mas eh quando a senhora casou com ele, a senhora mudou para Lapa?

Pirituba. Para Pirituba. É E como é que foi assim esse e o casamento da senhora? Senhora podia contar para gente um pouquinho? Como a

A senhora casou com dezoito? É, não ainda dezoito anos. Não tinha ainda dezoito anos. E aí já estava tudo pronto aqui, a sua casa, onde vocês iam morar? É

A gente foi morar em casa numa casa alugada, né? Mas... Já bom. Bom, o princípio de casamen do casamento foi muito bom. Eu me casei em Pirituba, na igre numa igreja a São Luís, né? Pirituba. Porque, inclusive, meu minha mãe o meu meu pai, eles não vieram no meu casamento. Não?

Eu vim morar eu vim para casa da minha tia, né? E casei na casa dela, que é a irmã do meu pai. E fiquei ali.

Depois de um ano, a minha avó faleceu né, a mãe do meu pai. Em Eles vieram todos, mas ainda assim a minha mãe não não aceitava a gente. Aí quando foi hum uma tia do meu pai da da da uma tia minha, me trouxe um recado que era para que eu fosse visitar minha mãe, que ela queria que eu fosse lá, mas não era para levar meu marido. Aí eu falei eu mandei de volta o recado, falei, não, se ele não puder ir, eu eu também não vou, né, porque... Aí ela abriu mão da da raiva, da... E isso foi quanto tempo depois que a senhora já tinha Um ano.
Um ano depois?

Então quer dizer que a senhora preparou todo o casamento... Sozinha. Sozinha e eles não queriam mesmo.

Por isso que a senhora veio casar em
São Paulo. Inclusive tiraram minha máquina da de costura, meu parte do meu enxoval, porque eu tinha um Porque naquela época mocinha, já menina já fazia enxoval, né? Mas a gente começou do zero e... E seus irmãos? Como que era essa relação? Muito boa. Nossa, minha minhas irmãs a gente queria muito bem, né? Mas, como eu diria, ela elas não podiam ir contra a vontade dos meus, porque eu era mais velha, né? Não podia. Mas... Eu sei que ah ah a minha filha, quando ela fez dois anos, a gente já estava na mi na nossa casa. Já tinha comprado casa, estava mas também em Pirituba.
Então foi um começo bem difícil, né?

Foi. Tanto ãh financeiramente como emocional, né? É.
foi muito difícil. Mas... No fim, acabou dando certo, né?
E a senhora estranhou muito, sair de Campo Limpo, vir morar em Piri... Não
Não, porque eu morei toda quase a maior parte do meu tempo, que eu vim com cinco anos e voltei para lá, eu já já tinha mais de dezesseis Né? Quer dizer, eu morei grande parte na Lapa, né? E eu até não gostava de ir lá.

Então vamos voltar um pouquinho antes do seu casamento. Bora. Né? Vamos falar um pouquinho disso. A senhora tinha vários irmãos, a senhora morava na Lapa né isso e a senhora costurava. E a senhora e a mãe da senhora costuravam ãh para algum lugar específico ou era para as pessoas? Não, era particular.

E a senhora gostava de costurar?
Ah, eu aprendi a gostar, né? Porque não era isso que eu queria, mas não tinha outra opção, né? Então... Mas eu traba eu trabalhava assim, graças a Deus. Sempre tive uma clientela boa, sabe? Não nunca tive problema. Trabalhei muito e e e de tudo. Enxoval de noiva, ãh decoração de de de quartos de noiva, né? Que uh não tinha o que tem hoje, né? Tudo comprado. Antigamente era tudo a gente que fazia. Então fazia enxoval, camisolas, ãh enfim, tudo, né?
E e da família só a mãe da senhora e a senhora costurava ou outras irmãs também costuravam? Ah ah é ah
A outra, minha irmã, mais a mais nova, que é no no a do meio, né? Também costurou muito tempo, ela também Não gostava, mas também aprendeu a a gostar e e ajudou muito o casamento, a vida deles, né, trabalhando.
E assim, uh a a senhora era a terceira filha, né? Isso. Eh e depois vieram os outros. É E quando vocês eram assim, a senhora já era uma adolescente, né? Com quatorze anos já conversa. É, isso. Ãh Vocês faziam o que assim, a família? Vocês saíam? Vocês brincavam na rua? Ou

A gente era... Naquela época dava para brincar, né? Na rua. Ia ao cinema, no na matinê.
O cinema ficava na Lapa?
É. Ali não tinha... Chamava Recreio, o cinema que tinha ali na na Lapa. Ou às vezes a gente ia... Ali na Pompeia, né? Mas e eu ia em em rinque de patinação.
<laughs> Olha, tinha rinque de E era na Lapa?
Também, na Nossa Senhora da Lapa.
Olha!
Gostava de... Baile, eu fui pou fui baile depois que eu casei. E... E passeava, né?

na Rua Doze, ia à missa, eh o nosso passeio era ir, final de ano, na casa dos meu da minha avó, né? A gente passava de na do Natal até o Ano Novo na casa, que aí reunia os primos todos. A casa era muito grande, né? Então, a gente se reunia lá. Eram muitos eh tios e tias com essa... É. Uh meu pai, eles eram em oito irmãos, né? Então, era uma família muito grande, muito unida, né? Então, era assim, final de ano, datas especiais, né? Páscoa, Natal, Carnaval, a gente se reunia tudo lá. As as primas, os primos, né? Era muito
E no carnaval a senhora ia também lá para Campo Limpo, né? Ia

E e tinha
Tinha dois clubes. Dois clubes de baile, né? O nacional e o internacional.

Ah, isso era uma festa. E tinha curso na rua lá ou não? Não
era só nos clubes. Só no clube, é. E o pai da senhora não se importava?
Não, porque ali ele falava que todo mundo conhecia todo mundo. Então, tem um um irmão caçula do meu pai, que também já faleceu, ele era muito brincalhão e gostava das festas. Então, levava a gente. Tanto na matinê como no à noite. Então, a gente se divertia
Ah, e podia ir à noite?
É? Podia, porque com ãh doze, treze anos, já deixa eles deixavam entrar com acompanhados, né? Hum E depois eu comecei a ir com o namorado, assim.
E assim, vocês faziam fantasia para ir?

Faziam? A senhora mesmo costurava sua fantasia?
Eu não eu não não eh não gostava muito assim, não. Eu Eu gostava de apreciar, mas de entrar na folia assim eu não gostava, né? Mas fazia, inclusive fazia fantasia que no fim acabavam ganhando prêmio, né? Porque tinha concurso, né?
Mas as fantasias senhora fazia para os outros, não para a senhora? Para os outros. Eu Para mim, não. E as fantasias que a senhora fazia para os outros ganharam concurso? É
É. Dois anos em seguida eles ganharam. E a senhora lembra qual que era? Era assim... Como é que fala? De pirata, de camponês, essas coisas assim mais comuns, né?
E e as ideias vinham da onde, dona Maria? Da minha mãe. Ah, era da sua mãe? É E vocês olhavam muita revista ou não? Era uma coisa... É, não tinha muito, né?
Não tinha, naquela época era bem pouco. Mas a gente, minha mãe desenhava, fazia, né?

Quer dizer, era muito gostoso essa época. Para mim, foi foi ótimo, né? Só que eh a mi a minha juventude foi passou rapidinho, né? Porque logo tive responsabilidade, né? Dona de casa.
Mas assim, a até a senhora começar a namorar, a sua relação com seu pai era muito próxima, né? Muito próxima. Você saiu muito.
É ah. Não não não saía muito porque ele trabalhava... Também bastante, né? Mas então era assim. Quando tinha oportunidade ia ao teatro, cinema, né? Ele levava a senhora no cinema?
Levava.

Assim, só por ter curiosidade, a senhora ia só a senhora e ele ou iam outros irmãos também? Com meu pai?
É. Então, porque eu sou cinco anos mais nova mais velha que a a outra, né? Então, eu tive muito tempo para sair

Com ele sozinho, né? Tanto é que depois tinha ciúmes, né? Porque <laughs> divi passou por ser dividido, né? E, por coincidência, nós ficamos as três, cinco anos de diferença uma da outra. Quando eu tinha te tinha cinco anos, nasceu a... a outra, depois nasceram outros, morreram, e mais depois tem a caçula, que no caso é dez anos, mais nova que eu.
Quer dizer, foi uma muita agitação, né?

Foi muita agitação. Foi. E aí depois a senhora casou, que a senhora falou que aí veio morar em Pirituba. E a senhora cons continuou costurando?
Continuei. Sempre sempre costurando. A princípio mais para família, né? Eh eh o pessoal me conhecer, tudo. Depois aí...
E Pirituba era muito diferente da Lapa? A senhora sentiu uma diferença? Ah era.
Era mais... Como é que fala? Urbano, né? Não era assim, era... Não tinha asfalto. Eu eu morava na Lapa, tinha todo... Tinha asfalto, tinha telefone, tinha iluminação nas ruas, água encanada, tudo isso. E lá em Pirituba não tinha nada disso. Era po água de de poço, ãh luz só nas casas, né? Não tinha telefone, né?
E essa casa de Pirituba foi a casa que foi comprada?
É, depois de quase dois anos a gente comprou. Nós temos ainda ela. Nós não, agora eu né. É, nós, porque as meninas participam, né? Da casa. E
E, assim, só para para eu para eu lembrar, acho que a senhora já deve ter falado, mas assim, para ficar claro, ãh Pirituba foi porque o seu marido foi trabalhar em Osasco, é isso? Nas
Na Cimes. Ele trabalhava na Simes, era o mais próximo, né? Aí depois ele saiu da Simes e foi para Bramboveri. Ainda eu fiquei... três anos morando lá, e ele trabalhava em Osasco e ia para lá, né? Aí depois a gente veio morar em Osasco, aí ele já estava na na Brom estava na Bronvovéria. E a senhora teve a sua primeira filha com quantos anos? Então, eu eu engravidei logo, eu tive a Cibele e eu ainda não tinha dezenove anos, né? Era bem jovem. Era, ela... Morria de ciúmes dela com o pai. Ah, é? <laughs> Porque ele tinha verdadeira paixão né pela filha. Saía tarde, passear com ela, eh e eu ficava entiumada, porque, de repente, foi tirado tudo, né? Era só a senhora, né? E ele... E depois, né?
Então... E aí depois a senhora teve outros filhos?
É, depois eu tive a Sandra, essa que está na na mora na Bahia. Ela a Cybele estava com três anos e três meses quando nasceu a Sandra. Aí a gente já estava na nossa casa, né? Depois, mais três anos e meio, eu tive mais uma. E era, na época era uma frustração, porque eu adorava menino, queria ter um filho homem. E só mulher? Foi só mulher, porque então era uma família de três irmãs, três filhas, né?
Então... Aí veio veio a Sibeli, a Sandra... E a Silene. E a Silene. E tinha muita diferença de idade uma para a outra?
Então, a da a Sandra foi três anos e três meses. Aí a Silene foi três anos e meio, da Sandra para a Silene.
E quando a senhora mudou para São Paulo, quando a senhora teve a primeira filha, né, a Cybele e tudo, a senhora tinha contato com os seus irmãos?
Ah, tinha. Tinha sim. Eles estavam sempre em casa, eu também, porque depois a gente voltou a ser o que era antes, né, a mesma coisa. Nossa, meu pai, naquela época a gente não tinha carro, ele ficava esperando o trem, no sábado. Até era, o último era dez horas. Se a gente não chegava, o humor dele ia embora. E só ficava contente quando eu chegava. Então e ele a gente sempre se quis muito bem, né? Eu e meu pai, a gente era muito amigos, graças a Deus.
Depois ele superou a coisa do casamento? Nossa
o meu o meu marido era pra eles um filho, né? Eles queriam muito bem. Porque eles viam que ele era uma pessoa boa, né? Sim, a... E aí a senhora depois ia sempre... De fim de semana vocês iam para Quase todo final de semana a gente ia para lá. Porque a minha mãe não saía, então a gente que ia visitá-la, né? Você quer perguntar alguma coisa?
Se os irmãos tiveram filhos, suas irmãs mais novas, junto com as suas crianças... Desculpa, mas eu não eu... Tem que falar mais alto. As suas irmãs, elas eram mais novas que a senhora. É

Senhora teve filhos, elas casaram? Então, tiveram filhos também? Então
a casa a minha ah... A Beatriz né, que era a segunda, casou, ela teve... Foi assim... Casou, depois ela teve... O filho, o primeiro filho, foi assim uma festa, porque ah eu queria eu gostava muito de menino né, então ele foi o um filho. E Outra a outra casou na minha casa. Que interessante que aconteceu com a outra a mesma coisa que aconteceu comigo. Meu pai eles não gostavam do meu cunhado. Só que eles tinham razão né nessa ne ne Então, a minha irmã casou na minha casa, a caçula. Teve dois filhos, e hoje ela é minha companheira, porque também fiquei viúva, né? E a cada quinze dias ela vem ficar comigo, a gente passeia, passa... Ela qual o nome dela? Da dessa minha irmã? É Florinda.

Ah. Por causa da avó, né?

E ela mora onde?
Ela mora lá em Campo Limpo.
Ah, ela mora lá, por isso que ela veio para cá.
É, ela mora com o filho, né e a , que é casado.
Dos seus irmãos, ãh quantos ãh a senhora hoje em dia se relaciona, né, que estão vivos? Que
Irmãos vivos? É, tem a Florinda. Só, porque a outra faleceu faz sete anos, é. E dos homens? Não, não não chegou nenhum.
Ah, então a senhora é muito próxima dela mesmo, né? Estão sempre juntas.
A gente é, muito.
Mais alguma coisa? Bom, deve ter sido assim. Eu estava aqui pensando assim quando a senhora começou a... A gente vai e volta, né? É. Na nossa conversa. Quando a senhora começou a trabalhar... que morava ainda com seus pais, o a costura que você fazia era um dinheiro que ia para a família, não era seu?
Ah, era para a família. Inclusive essa casa que foi construída lá em Campo Limpo, o meu pai herdou o terreno e a casa foi nós que fizemos né, nós que construímos. Eu aj ajudei bastante na nessa época. Porque depois, quando minha avó faleceu, eles tinham muitas terras né, então a gente herdou. A minha as duas minhas irmãs ficaram lá em Campo Limpo, eu não já estava na Aí eu não eu vendi né o que eu uh ah o que eu ganhei o que eu ganhei de herança e compramos aí na em Osasco a casa, né? Que eu morei dez anos de aluguel, depois eu comprei essa casa que eu moro. E continuo com a minha casa lá em em Pirituba. Pirituba
Depois de Pirituba, aquela casa da senhora a senhora veio morar em Osasco, mas de aluguel.
De aluguel. Morei dez anos de aluguel, porque... O aluguel da da casa de Pirituba, que no fim nós fizemos mais uma, que fi ficaram duas casinhas. Casinhas, uma é maior né que a outra. E Então, eu continuo com essas duas casas lá em Pirituba. E aí a gente comprou uma casa onde eu moro
E a senhora falou que o marido da senhora, ele era da Bahia, é isso? É. É. E a senhora conheceu a família dele?

A senhora ia para lá?
Eu fui ãh com o meu marido uma vez, nós fomos todos. <laughs> Nós fomos num gordinho.
Num Gordini? É. <laughs>
Ele comprou um Gordini, financiado pela Caixa Econômica, velhinho, sabe?

Era o primeiro carro da família. Primeiro carro. E aí um dia, primeiro nós fomos ao Rio, na casa do meu irmão. Depois, no ano seguinte, a gente foi para Bahia. As Os cinco, naquele Gordini. Mas foi ma foi muito bom, né?

Foi uma viagem gostosa. Aí eu conheci a família dele, né? Eh Eles me que me queriam, me querem muito bem, a família do do meu marido, né? Eles são em vinte e dois irmãos. Nossa! Eh Eu nem sei que classificação é o meu marido, porque é um... São muitos. É um monte, né? E já faleceram acho que cinco. Mas, inclusive, depois eles muitos moraram comigo, né? Porque vieram de de lá para trabalhar e aí ficaram no princípio comigo, né? Com a gente lá em casa.

E assim, quando ãh era na Bahia Salvador ou era em outro... Não
Não, era em... Feira de Santana. Ah
em Feira de Santana. É
Eles moram... Eles são de lá. E... É assim, né? E
E a senhora lembra que ano que foi que a senhora foi para lá a primeira vez?
Foi, deixa eu ver, a Sibeli tinha dez anos, foi em sessenta e quatro. Sessenta

E assim, foi a primeira vez que a senhora viajou para fora de São Paulo?
Para fora de São Paulo foi a primeira vez.
E assim, como que era a Feira de Santana nessa época? Ah era
Já era bonito. Era um lugar muito bonito, pessoal muito acolhedor, né? Que a gente já, além da família da dos irmãos do meu marido, a gen eles eles tinham primos, né? Que tinham hotel, então a gente ficou um pouco no hotel. Foi muito bom. Muito gostoso mesmo.
E e a ah sua sogra era viva, né?

Depois ela veio para São Paulo, faleceu aqui.
Ela veio morar com a senhora ou não? É
A princípio foi, mas depois nós viemos para Osasco, aí ela eles ela ficou lá na na casa, né? Depois foi para casa morar com outra com com outra filha.
Tinha quer dizer, ele tinha irmãos que moravam aqui, que vinham e ficavam? Eh
O primeiro foi meu marido. Depois eles foram vindo, Ficava um tempo, arrumava trabalho, aí saiu, né? Cada um ia viver sua vida.
E ele tinha irmãos irmã também no Rio?

Ele tinha irmã no Rio de Janeiro?
Sim, tem uma irmã, ainda tem uma irmã lá, né? Que mora em Campo Grande, no Rio.
Nossa, essa viagem que a senhora fez para Feira de Santana, no Gordini, deve ter demorado bastante, não
Três dias.
Três dias.
Foi gostoso, foi muito bom. Mas era assim, céu e terra, né? Porque não tinha... Estrada não era... uma floresta né, asfalto e céu. E quando chegava numa cidadezinha, a gente parava, dormia né. Depois, no dia seguinte, voltava de novo viajar. Quer dizer, foi foi uma aventura. As meninas? Elas tinham A Cybele tinha dez anos. Não, a Cybele tinha... Porque ah a mais nova, a Silene, no no naque no ano seguinte ela ia entrar na escola, então ela estava com seis anos, seis mais três, nove, a Sibeli tinha doze, doze anos. É. A a pequenininha nós nós fizemos uma uma caminha. Pequenininha porque ela era pequena. Fizemos uma caminha no entre os bancos, né? E ela descansava ali. E as outras e e quando não, sentava as três. Quer dizer, eh não era aquele conforto, né? Mas para a gente era um paraíso, né? Porque um carro difícil, né, nós ter um carro.
E, dona Maria, depois do Gordini, a senhora tiveram outro carro?
Tivemos, tivemos Volks, tivemos, como que chama, Voyage, depois a gente, agora eu estava com
E vocês viajavam, assim, iam para ãh fora, Campo Limpo, iam para outros lugares quando as meninas eram pequenas? Então eu a
gente... Mas depois já era com as com as filhas. A quando elas... com a com a Cybele, principalmente, né? Então, eu fui, passava dias em Ilhabela, Ubatuba, e fomos para para interior, assim, eu não lembro agora. E
E quando as meninas ainda eram pequenas, a senhora trabalhava, ainda costurava?
Sempre.
A senhora costura até quando?
Está fazendo, acho que três anos que eu parei, por causa da da vista, né? Mas eu trabalhei muito. Nossa, minhas roupas foram para o para para o mundo inteiro.

é? Então, pode contar isso para nós. É Eu tinha tinha que ãh uma freguesa, que ela... viajava todo ano para fora do país, né então para a França, para para a Espanha, para a Itália. Então, cada vez que ela viajava, ela eu fazia as roupas né para e para ela viajar. Então, muitas vezes era de inverno. Aqui era verão, mas lá ia ser inverno. Então era uma luta, porque trabalhar no verão com roupa de inverno era não era fácil, né? Mas era aqueles casacões, calça, né? E outras freguesas também, que iam passear para para fora, né? Às vezes aqui mais perto, Argentina, enfim. Mas eu fiz. Os vestidos de noiva das meninas fui fui eu que fiz. formatura né, porque já elas tiveram a oportunidade de estudar, se formar né. Então, eu elas nunca pagaram. Agora, elas estranham, porque, ai mãe, faz alguma coisa para mim. Mas, eu eu quando eu fiquei sabendo que eu estava com glaucoma,

Depressiva. E aí, perdi o encanto pelo pela costura, sabe? Achava que não... Aí, fiz um tratamento, melhorei, mas não não conseguia mais. Eu tinha pânico, né de? Só de pensar em costurar.
Então, agora a senhora não costura nada.
Pouca coisa. Assim, quando eu estou muito inspirada né, eu faço alguma coisa.
E, assim, ãh falar um pouquinho da de quando ãh das suas filhas, né? Assim, o que que vocês faziam, se vocês passeavam muito. Ãh Foram três meninas é, né? E o pai tinha xodó por todas. Por todas.
A gente passeava, assim, em parques, né? Ia fazer piquenique, ia no mo no Morro de Jaraguá, enfim. Saía, ia fazer visita, né?
E os piqueniques vocês vocês faziam aonde?
Então, às vezes na estrada, né? Aí tem aqui, Cemucam, né? Você já ouviu falar? É na na Rodovia Raposo Tavares. Ãh Então a gente preparava as coisas e levava, né? Ia para o Pico de Jaraguá, ia para para o Zoológico, Butantã, enfim, a gente procurava. Aí né aí depois, quando elas ficaram mais ficaram mo assim ah mais adolescentes, elas iam gostavam de de ir para o baile, então o pai levava. Aí eu já não ia, porque às vezes era para Jundiaí, Campinas, e ele acompanhava para todo canto.
Esses bailes Baile normal.
Baile de de, assim, primavera, de mesmo... Enfim, ela... Elas iam para elas ir dançar ou elas participavam de alguma coisa? Não, elas iam porque gostavam. Elas gostavam de dançar? É Meni as amigas ãh falavam que tinham ia ter uma festa em tal lugar e aí ela conversava com o pai, né? E ele... Carnaval, ele levava, pa ficava as noites com elas, né? Porque como ele gostou muito, ele achava que elas tinham direito, né? De De participar.
É verdade, a senhora falou que seu marido gostava de dançar muito, né?
Gostava.
<laughs> E elas e elas começaram a namorar cedo? Não
Não entendi.
Elas começaram a namorar
Não. Ãh A Cybele começou a namorar com anos. Deixa eu ver se foi dezessete. Ela namorou nove com dezesseis anos. Ela começou a namorar com o Waldir, né? O pai do Rafael. Mas olha, foi um namoro tão... não pareci não não não não não não como é que fala, não parecia que eles namoravam tanto tempo, porque foi uma relação muito boa. Eu não sei se é porque eu tive uma experiência muito desagradável, eu procurei... ser amiga, mais que amiga, da minhas filhas né então a gente e dos meus genros. Nossa meus genros, para mim, são uma joia, uns filhos né que eu não tive. Agora, o o que foi mais assim, assim ah a coisa que me deu mais alegria foi quando nasceu o Rafael. Porque não eu né ele foi meu neto tantos anos só no meio de de mulher, né de moça, menina. Ele
Ele foi seu primeiro neto?
Primeiro neto das duas famílias. Nossa! Era o nosso xodó, o Rafael. <laughs> Não não quer dizer que a gente não goste dos outros dois, né? Lógico Aliás, os três, porque eu tenho uma pequenininha, netinha. Mas ai o Rafa foi assim... A minha rea realização pessoal, né?
Não tinha tido nenhum filho homem, né? É. E a senhora incentivou, porque a senhora falou que as suas filhas foram estudar, né? A senhora incentivou que elas estudassem.
Com certeza. Eu eu achava que faz né ia fazer falta uma formação, né? Então, graças a Deus, as três foram
E elas fizeram faculdade?
É, a Cybele fez de comunicações, né? Ela foi da primeira turma Ai, meu Deus, como qual é essa faculdade? Da Gazeta, qual que é? A Casper Liber. É. Ela foi da primeira turma. E A Sandra fez pedagogia né, e a Silene fez... Não concluiu, ela entrou na faculdade, mas... Ela estudou estudou uns dois anos e depois não quis mais, né?
Mas... E todas elas são casadas hoje?
Todas. A Sandra mora na Bahia. Na Morro de São Paulo, já ouviu falar? Já

Ela mora lá?

É muito lindo, nossa. E ela tem uma escola, né? conveniada com o positivo. Você já já ouviu falar do positivo? Já. É

A escola dela é conveniada.
E como que ela foi morar lá no no
de São Paulo. Então, ela eles casaram e não viajaram assim para fora, ficaram aqui. Entre Rio e São Paulo, né? Não sei como chama ali. Aí, no ano seguinte, eles foram para Morro de São Paulo conhecer. Viajar, né? Conhecer. Foram dois casais. E o meu genro se apaixonou pelo pelo morro. E abandonou tudo. Emprego, tinha apartamento, carro, tudo foi Foram embora para lá. Então, até hoje, já faz vinte anos, nossa, que ela está lá. Tem uma uma escolinha, né? Primeiro, eles montaram uma... Como que é? Uma pousada? Uma pousada. Montaram a pousada, mas ah o morro é formado Pelas praias, a vila e o morro. E a minha filha mora no morro. Então, para para ela ter hóspede, precisava que a parte de baixo, da na praia, a vila, tivesse... Né? Então, eles ah tiveram dificuldade né, porque não não não foi aquilo que eles pensavam. Aí eles A minha filha já já estava morando há alguns anos lá, e lá tem muitos estrangeiros, suíço, alemão. E ela começou a dar aula de portu de de de da língua né portuguesa, hum porque os os filhos dos eram assim só falavam a língua do pai. Né? E aí ela começou a dar aula e foi ãh o pessoal foi gostando e incentivando para ela pôr uma uma sala para ensi para Aí ela transformou a pousada numa numa escola. Então, dois andares da pousada é a escola. Depois, passado algum tempo, o Positivo, não sei como, ficou sabendo da da escola propôs né ah ah convê o co convênio. E aí agora eles dão toda a assistência para ela. Já é oficializada né, é uma escola boa né.
E seu genro trabalha com ela?
Não, ele é paisagista. Ele faz em hotéis. Né? Ãh o pessoal de lá procura muito ele.
E a senhora vai sempre para lá visitar?
Está fazendo quatro meses que eu fui. Olha que delícia, hein? Mas é muito bom lá. Muito bom. É difícil para você ir, porque eh para você ir lá, você tem que ir de avião né até depois ir até ah o porto mais próximo e tomar um catamarã, uma embarcação né que vai até o morro. Então, é é muito complicado, dispendioso, porque, para ir da da do aeroporto até Leva bastante tempo, então tem que tomar um táxi. Então, mas é muito bom. E eu fui cin qua cinco vezes lá já passear, né?
E a senhora, quando vai, a senhora fica bastante tempo?
Não, essa vez eu fiquei, sempre eu fico um mês. Essa vez eu fiquei quinze dias. Porque eu estava com cirurgia marcada, então eu não não pude ficar, né? Mas é muito bom. Meu genro é uma beleza,

E a sua outra filha, Silene? Silene, né? É.
A caçula.
Ela mora aqui em São Paulo?
mora no par no na Vila São Francisco, aqui no Jagua perto do Jaguaré, né? Ela mora ali. Eles têm uma filha, a Vitória, e... Ela tem ela tem eles o meu genro tem um lava-rápido e eles tiveram uma pizzaria, agora já não tem mais. Mas também o meu genro é um, beleza.
Todos são ótimos, hein?
Eu não tenho o que falar, eles são muito bons, né?
E a Sandra tem filhos?

Não. Não, não tem.
Eles optaram em não ter, porque lá é um lugar assim muito retirado, né da que é bonito para pas, bom para passear. Ficar uns quinze dias, até um mês. Mas, para você viver mesmo lá, não tem con assim ãh não tem um hospital, tem médico, mas assim ãh não é toda a especialidade. De né hum mas É o Rafa, o Lucas, a Lígia e a Vitória.

Não, não sabia.
Nossa, o Rafael nunca comentou.
Não, comigo não. Ele trabalha na Ana Maria?
É, ele é ele trabalha na co, porque ele fez gastronomia, né? Então, ele ele trabalha na cozinha experimental lá do do Mais Você.
Ah, e a senhora assiste a Ana Maria sempre?
É, agora eu estou assistindo com mais frequência, né, porque ele ele vai, né, e... E ele faz os almoços assim, ele... É, ele ele trabalha na cozinha experimental, então... Todo prato, para chegar no público, tem que ter várias passagens, né? Experiência, para ver se se aprova. Então, ele trabalha nessa parte.
E em casa, ele faz assim?
Tudo, mas é um cozinheiro de mão cheia. <laughs> Agora, eles falavam que eu era... Tudo que eu fazia era gostoso. Agora, eu já tenho receio de cozinhar E passar pela aprovação dele, né? <laughs> Porque ele é o máximo. Nossa, uma beleza.
Família eh. Só cozinha bem ele também, né?
É, pode ser. Quer dizer, eu eu não acho, né? Eu cozinho normalmente, até que não é não é mi não é meu meu forte, né? Cozinhar. Mas ele ele fala, porque quando ele ele estudava em... de São Pedro, e quando ele vinha, ele levava, assim, salgadinhos, às vezes até comida, né, pronta, que a gente fazia. Aí eles falavam, ai, olha, essa cozinha, essa foi minha avó que fez. Aí os meninos se regalavam, ai, que delícia, não sei o quê. E ele continuava falando, mas agora é... Não dá para acreditar. <laughs> E a e
E a a Cybele, ãh Cybele, que é a mãe do Rafael?

Ela mora aqui em São Paulo?
Mora, mora em Osasco, é. E o Lucas é irmão do Rafael? É. São os três, o Rafael, ah o Lucas e a Lígia. A Lígia é uma pérola de menina.
Ela é a mais nova deles? É.
Dos dos três, a mais... Não, ela é o Rafa, A Lígia e o Lucas.
O Lucas é o caçula, é. Quer dizer, então a sua a sua família foi crescendo com seus netos e seus genros, né? Senhora ganhou filhos que a senhora não teve. É. E a senhora se dá muito bem com todos eles.
Muito bem. O Valdir, ele foi praticamente... O Valdir é o pai do Rafael. Praticamente, ele... cresceu na minha casa porque ele entrou lá como colega e foram foi passando até que como resolveram assumir o namoro né Foram nove anos. Então, ele me quer muito tenho certeza que ele me quer muito bem, o Waldir né. Depois tem o Marcos, que é o marido da Sandra, que também é muito bom. Não tenho convivência com ele por causa da distância né, mas sempre que a gente se vê, que a gente se fala, ele ele é muito bom.
A senhora conseguia se reunir com a família do seu pai na casa em Campo Limpo. Não não enten não entendi. A

que quando a senhora era pequena, a sua família ia para Campo Limpo se reunir com a família do seu pai. É. A senhora no final do ano nas festas, consegue reunir sua família inteira? É, na
pelo menos numa numa época do ano, que é no Natal, a gente se reúne... eu, agora, né minhas filhas, os genros, os netos, porque a gente se passa junto. Agora, ano novo, eles vão para as para a casa dos dos maridos, ah da família do marido, né e que agora eu estou participando, porque eu sou sozinha, então, eh tem que carregar a sogra né. <laughs> E Mas, eh quer dizer, não dá para... Nós tivemos uma reunião da família, tanto do meu marido como ah ah a minha, quando eu fiz setenta anos. Aí nós reunimos todos. Eles fizeram uma festinha em surpresa e convidaram os tios da parte do do meu marido, na minha da minha parte, os os sobrinhos, ãh os amigos. Então, foi uma reunião muito boa, festiva, né? Mas depois, dois, três meses depois, meu marido faleceu. Ah
Mas foi uma grande comemoração, foi a

Foi uma comemoração.
E, assim, eu eu percebo, a senhora falando, que a senhora sempre foi muito amiga das suas filhas.

E seu marido tinha ciúmes delas?
Ciúmes?
Delas.
Comigo.
Ah, é?
Porque elas iam quando... Depois, quando elas começaram a ir sozinhas para os para as festas né, chegavam de madrugada, eu sempre estava esperando. E aí elas vinham conversar, contar os acon os acontecimento, e aí ele não gostava. Ele ficava meio enciumado, é porque ele ah, em vez de elas conversarem com ele, conversava ou com nós dois né, conversava comigo.
Mas... E dona Maria, o seu marido se aposentou com quantos anos?
Ele se aposentou... O Ra o Rafael está com vinte e seis anos. O Rafael tinha nascido... setenta, ah eu não sei, setenta e... Acho que quaren quarenta e oito. Quarenta e oito e vinte... É, quarenta e oito. Quarenta e oito anos.
E ele se aposentou, ele trabalhava em qual empresa mesmo?
Ele trabalhava na Charle Uma firma francesa, bem pertinho da Brom, que já foi complicado para ele entrar lá.

Porque ele, como ele não tinha, assim, instrução, ele não não não não passava no controle de qualida, não, não é de controle de quali, como é que fala?

Como que é quando a gente entra numa firma?
Na entrevista?
Na na prática ele, mas na teórica ele não conseguia. Ah Aí ele tinha um amigo que trabalhava lá, conseguiu que ele fosse sem passar pela pelas entrevistas. Então ele trabalhou mais nove anos nessa firma, aí depois aposentou.
E e ele fazia o que nessa nessa firma?
Ele era enrolador de motores. Começou, né? Agora ele na Cimes, ele na Bromboveli ele saiu. como controla ãh... inspetor de qualidade, né? Ele saiu bem de lá. Aí depois foi para para Charleroi, aí já lá ele ele já era apenas regulador de de motores, né?
E depois que ele se aposentou, porque ele se aposentou novo, né? É É. Jovem. E ele foi fazer outra coisa

Ficavam namorando de à toa?
Era bom que fosse, né? Era bom, mas, infelizmente, era não não é não foi tudo isso. É?
Porque ele era muito jovem, né? Quarenta e oito

É, ele... Ele era uma pessoa ótima, mas ele gostava de tomar umas bebidinhas. Então, isso não é bom, né? Teve muita desa desavença por por isso. Mas ele era um ótimo avô, um ótimo pai. Foi um um pai assim, um avô maravilhoso. E às vezes eu falo que ele foi um péssimo marido.
Às vezes.
Às vezes. Hoje não, hoje ele é o melhor homem do mundo. Hoje ele é maravilhoso, mas... Ele tinha muito ciúmes, não sei por não sei por quê, né? Até da minha profissão, porque eu sempre tive contato com muita gente, né?
E as pessoas iam muito na sua casa?
Então, ele... Mas... Já passou.

Com certeza.
E assim... A senhora continua indo para para Campo Limpo Paulista? Só vai visitar sua irmã, não?
Não, porque como ela vem a cada quinze dias, eu vou assim, cada dois meses, não não vou, porque só tem o meu sobrinho lá, né? Que é Que a minha minha minha irmã mora com ele. Mas, a parte do meu pai, já não tem mais ninguém. A minha mãe, ela era a única filha, então, também não tem não tem
E dona Maria assim quando ãh, da sua infância, né quais as maiores lembranças que a senhora tem? Como assim? Uma coisa que a senhora sempre lembra, assim quando a senhora lembra que a senhora era criança, assim uma coisa que vem primeiro, assim às vezes uma brincadeira ou uma relação com os pais.
Eu lembro mui eu, assim, eu tenho muita lembrança do meu pai, porque ele era muito carinhoso comigo, sabe? Então, ele chegava todas as tardes, sempre com os bolsos cheios de bala, amendoim, sabe? E chegava em casa falando para minha mãe, cadê a Dé? que eles me chamavam de Dedé, cadê a Dé, a minha mãe falava, ah, eu acho que ela saiu para te encontrar, mas eu não vejo aquela menina, onde que ela será que foi? E ela já era uma brincadeira que os dois faziam para para me despertar, né? Aí, meu quando ele chegava, ele colocava o paletó no na cadeira e falava assim, tem alguma coisa lá para você. Então, era bala, chocolate, amendoim, ele sempre vinha com alguma coisa. Eu sentava no colo, aí a gente jantava e, antes de dormir, ele fazia pipoca. Sabe assim, ele era muito... Nossa, meu pai foi um um paizão, nossa. Eu sentia demais a fal a falta da minha mãe, mas o meu pai ele ia lá em casa, isso já depois que casei, né? E ficava admirando eu cortar as roupas. Estendia o tecido assim na na na mesa, na bancada, né? E ele ficava admirando. Ele falava, ai filha, que beleza.
Isso porque ele não queria que a senhora trabalhasse quando era menor, né?
É. Nossa, e ele então eu eu tenho muita boas recordações do meu pai, né? Ele era muito bom.
E da sua adolescência? Que recordações da sua adolescência? Eu
Olha, eu tive tão pouco tempo de adolescência, né? Porque eu comecei a namorar cedo e meu pai não... Aí eles não deixavam eu sair, porque... Ah, sei lá, era uh da época, né? Então, sei lá, eu praticamente passei da infância... Já para maturidade, né?
E da maturidade, o que que a senhora lembra? Assim, que que é uma recordação forte.

Sua vida adulta. Assim, uma coisa que a senhora sempre lembra.
Ah, das lutas, né? A gente lutou muito. Eu Sei lá, eu eu me propus ah a... A ser alguém, mesmo não tendo estudado, porque o meu a minha a minha paixão era ter estudado, né? Então, eu... Nossa, eu... Lutei muito, trabalhei muito. Consegui, né? Graças a Deus, consegui. Mas... E assim, sempre lutando, sempre querendo melhorar, né? Até que, graças a Deus... Deu tudo certo, né?

Eu às vezes, eu eu eu só sinto de não ter vivido uma uma vida melhor com o meu marido. Mas isso acho que é... Eu gostava mais dele do que ele de mim. Eu acho que é, porque eu fui muito dedicada a ele, né? E ele... Assim... Não é que ele não eu não sei nem ex não é que ele não fosse uma pessoa boa, ele era, nunca me deixou faltar nada, tudo bem, mas deixou muito a desejar no no relacionamento, no no tratamento. No finalzinho foi que ele começou a me falar que Ele tinha muita consideração, porque eu ajudei muito ele. Se a gente tinha conseguido educar os filhos e e ter alguma coisa, foi porque eu estava do lado dele. Mas aí já era já era tarde né, porque já estava...
Ãh dona Maria, senhora quer falar de alguma coisa que nós não não falamos, que a senhora acha importante? Que a gente não acabou, não passou assim, senhora quer voltar a falar mais de uma de alguma coisa da sua vida? <sighs>
Ai, minha vida foi tão... <laughs> Foi rica a sua vida? Mas que eu assim acho que não, né? Me realizei com as minhas com os meus netos. Ah eu tenho uma neta que é uma graça, Vitória.
É menorzinha?
É menorzinha. O avô dava uma mesada para ela. Uma mesada assim, simbólica. Aí quando ele faleceu, ela falou, não vai esquecer, hein? Então, tem tem que continuar. Assim, quando ela sente vontade de alguma coisa de um, deseja alguma coisa, ela vem para mim. Vó, eu queria... O que que você Você não vai me dar? Eu falo, mas que nem agora, Dia das Crianças, né? Ela eu ela eu falei para ela, você já é uma mocinha, porque ela está com onze anos. E quando Você a gente quer que você seja uma criança, você fala que é mocinha. Agora você está querendo presente do Dia das Crianças? Mas eu sou a única criança da família, ela fala né. Eu acho que, sei lá, não sei. Que eu Não tenho muita coisa mais a a falar, né?
Assim, foi uma vida rica, né? Assim, a senhora fez muita coisa.
Graças a Deus, né? Consegui. Agora, depois de anos, eu me converti, né? Então, eu encontrei uma razão para viver melhor, né? Porque a gente é... Eu me achava tão ignorante a respeito de muita coisa, de perdão, de entendimento. Agora não. Agora eu eu sei que tudo está na mão de Deus e que Ele que é é o dono de tudo. Né não adianta a gente querer uma coisa que De que não não não está no propósito.
A senhora a senhora hoje se converteu a?
Seis anos, mais ou menos.
Mas eh qual é a religião? Eh eh
É batista,

É. E antes a senhora era... Era católica.
Mas, sei lá, eu a eu eu me entristeci muito com a atenção das pessoas, porque eh como agora que eu que eu encontrei a verdadeira razão, Eu vejo que lá, assim se eu fico uma semana, duas semanas sem estar no meio da... no meio do pessoal, eles me procuram. Sabe? O que que a irmã tem? Está precisando de alguma coisa? Esteve doente? Então, eles são atenciosos. O que não acontecia... Na outra na outra igreja, né? Então, estou bem, graças a Deus.
E a senhora mora sozinha? Eu moro. Mora?
Foi uma opção minha, né? Porque quando meu marido faleceu, as meninas perguntaram como que ia ser. É normal, eu vou ficar em aqui, né?

Enquanto eu tiver domínio sobre a minha pessoa, eu quero ficar, não sozinha, mas morar sozinha, enquanto ãh a noite não tem problema. Agora, o dia que eu de precisar depender, aí vocês façam o que quiserem, me levem. para uh para casa, me ponham num num asilo, mas eu não acredito que não vai acontecer, né? <laughs> Acho que não. Porque a gente procurou fazer com que não acontecesse isso, né? Então Mas eles estão em casa toda hora, todo dia, não né não não me deixam sozinha. Os meninos, nossa, os meninos estão sempre à minha volta.
E assim, ah agora que eh antes a senhora tinha costura, aí a senhora falou que parou de costurar. E o que que a senhora faz assim no seu dia a dia?
Então, na verdade, eu parei de costurar, assim, de confeccionar. Mas eu tenho uma bou tenho uma boutique que eu faço os reparos. Então, eu sempre tenho coisas né para fazer, bainhas, essas coisas assim. E tenho uma freguesa... que ela não me larga. Então, toda semana ela está lá com coisas para consertar, assim, apertar, baixar, fazer barra, pregar botão, essas coisas, né? Então, eu passo assim. Quando não, fazendo pa ãh palavra cruzada.
E a senhora não a senhora tem, assim, ah amigas que a senhora sai?
Eu tenho uma amiga Eu tenho várias né, mas eu tenho uma amiga que ela que me levou para para para Batista. A gente já era mui amiga há muitos anos. Ela sempre me convidava, mas eu tinha um propósito, porque eu era nasci naquela religião e não tinha porquê. Aí, um dia eu aceitei com ela, gostei, aí acabei me batizando. E por coincidência, o marido dela faleceu um mês depois do meu.
Nossa!
E agora nós somos amigas, né? Quer dizer, continuamos amigas ah. E como ela dirige, tem um carro, a gente sai muito. Eu vou eu vou à igreja, vamos a reuniões. Onde ela ela sai, ela me chama. Então, quer dizer, é uma... Uma companhia, né? Uma vez por semana a gente tem uma reunião dos... do grupo, né? Na Então, cada semana é numa casa e a gente está sempre discutindo, conversando, se atualizando, né? E ali a gente faz um lanche toda semana. Então Então cada, na minha casa, é sempre assim, a cada mês, às vezes até mais, mês e meio, É numa por e é na minha, né? E aí vai rodando. Então, é assim.
Então, quer dizer, o seu uh uh o seu dia é sempre preenchido de coisas. Ah, é. Você sempre está fazendo alguma coisa.

Eu sempre estou fazendo alguma coisa, né? Tem, né, que fazer. Não pode parar.
Não, né?
E a aju às vezes eu vou ajudar uma a mãe do Rafael, que faz bolsas, né?
Ela faz bolsa?

Então, ah às vezes eu vou lá, ela me liga, mãe, estou precisando da tua ajuda. Então, eu vou lá, ajuda lá.
Das suas filhas, quem quem pegou a coisa da costura?
É, foi a foi a Sibeli, é ah. Só que ela é na na parte de bolsa, né? Ela faz bolsas lindas. Mas ela gosta bastante e eu, de vez em quando, eu estou estou lá junto com ela, né?
Vocês moram perto, a senhora mora perto dela?
É, não é não é tão perto, mas dá o quê? Às vezes eu eu eu quero caminhar, eu vou. Dá meia hora de caminhada. Não é tão longe, quinze minutos menos de carro, né? Rapidinho. Então, é isso aí. Nossa
Sozinha a senhora não fica, né? A senhora está sempre fazendo, está com alguém.
Sempre com alguém, é.
Então, quer perguntar alguma coisa? Não, já estou terminando.

Então tá. Nós vamos trocar. Bom, dona Maria, a senhora, pelo que a senhora foi falando, né, durante o seu depoimento, assim a senhora tem muito orgulho das suas filhas. Muito, demais.
Porque elas... Fizeram com o porquê né de a gente se orgulhar, porque elas nunca nunca deram motivo para a gente ter queixa. Elas são maravilhosas. Eu sinto Eu sinto muito da da minha filha que está longe né, mas eu estive lá agora e ela está bem né. Então, não não dá para... Nem para ficar triste, porque seria um egoísmo né da minha parte ficar triste vendo que ela está bem, está se realizando pessoalmente né, profissionalmente e tudo.
Eu acho que não não tem o que... E para a senhora foi muito emocionante a senhora ter feito os vestidos de noiva das suas filhas?

A Si ah a Sibeli casou no comecinho do ano, então foi assim, bem ãh... Como é que fala? Vaporoso, assim, pesso né uma roupa bem bem de verão. Mas muito linda. Aí depois casou a Silene, que é a a mais nova. Aí ela... Eu eu queria comprar pronto, porque ela escolheu o vestido, esta estava vendo a roupa. Aí eu falei, por que que vamos comprar, né? Ela falou, não, você vai fazer. Também ficou muito lindo. Agora, quando foi a Sandra, a Sandra já... Ah, eu não quero nada parecendo árvore de Natal, eu quero uma roupa... Simples, né? Bonita, mas aí ela casou durante o dia. Foi um vestido... Semilongue, né? Não era comprido e. Mas ela foi com um chapéu muito lindo e uma roupa muito linda. Fui eu que fiz, mas eu posso falar, né? Ela estava muito ela Deu tudo certinho, graças a Deus.
Quer dizer, foi um foi um prazer fazer, né?

E depois, primeira comunhão das cri da das crianças, né? A Lígia, ela sempre foi muito chegada comigo. Então, o que eu fazia, ela achava bonito. Fiz uma roupa muito bonita para ela ir na Receber a comunhão, né? E assim...
E dona Maria, a senhora nunca pensou em trabalhar numa confecção mesmo?
Então, eu eu até pensei, porque seria para mim seria ah hum desenvolver mais o meu trabalho, mas o meu marido não não deixava, né? Então, eu me contentei em ficar den dentro de casa, mas era tão bom. Se eu se eu pudesse ter ido, assim, aprender mais, né? Tudo foi assim, senhora foi aprendendo com a sua mãe, depois foi olhando e foi fazendo... É, depois a gente vai eh olhando, vendo revista, desfile né de modas, então a gente vai se atualizando. Tanto é que eu não tive estudo nenhum. Nenhum né, porque foi a primeira, mas eu... me relaciono bem com as pessoas, não não não tenho uma uma um português assim clo correto, fluente, mas não não dá para se envergonhar. Né, acho que é isso aí. Ãh
Mas você quer falar mais alguma coisa? Acho que não.
Acho que eu falei de tudo um pouquinho, né?
E como que foi para a senhora dar esse depoimento? Está falando da sua vida.
Foi emocionante, né? Porque a gente reviveu uma época passada, né? Bem passada. Que setenta e um anos não é não é pouca coisa pouca coisa, né? Que a gente viveu.
Então, acho que nós podemos terminar.

Eu agradeço muito da senhora ter Ah, eu que agradeço. Gostei muito de conhecê-la, foi muito, muito bom.
Eu também gostei de conhecer vocês e agradeço, né? Porque eh estou me sentindo uma pessoa importante, né? Senhora é importante. <laughs> É, na nos olhos de Deus todos nós somos